o local e a data de seu nascimento?
Claro.

E o que que eles faziam?
Meu pai era mecânico de máquinas, E minha mãe era dona de casa até o falecimento de meu pai, porque daí ela teve que sair à luta e passou a ser metalúrgica, trabalhou muito tempo em uma metalúrgica aqui em São Paulo.
E quantos anos você tinha quando seu pai morreu? Quatro anos. Quatro anos. E você se lembra alguma coisa dele?
Infelizmente, quase nada.
Mas da sua mãe, sim?
Você me lembra da minha mãe? Sim, minha mãe minha mãe me criou e lutou a vida inteira para me criar, me educar, não é? E acabou por falecer agora no ano dois mil.
Como você descreveria, assim, a sua mãe?
Uma guerreira. Uma guerreira, porque eu com sete meses de idade tive paralisia infantil e aos quatro perdi meu pai e ela se viu... com um filho de quatro anos de idade, com paralisia infantil em em mil novecentos e cinquenta e sete, mais ou menos, sem muitos recursos, e ela teve que ir à luta, né. Teve que ir à luta, né.

Ambos fo nasceram em Santa Catarina. Família de trabalhadores rurais. Mais ou menos isso.
De Santa Catarina, mas tem alguma ascendência?
Não, não, não. Eh... Acho que meu pai era de descendência assim longínqua, mas indígena, né. Porque o meu avô, pai do meu pai, tinha uma desi

Até que idade?
Até meu pai falecer, aos quatro anos.
E depois?
Então, depois eu fiquei com alguns tios ou com minha avó para minha mãe trabalhar, até uns oito, não, sete anos mais ou menos. Daí minha mãe me colocou numa instituição, né, que cuida de deficientes de paralisia infantil. Pode falar o nome?

Pode, claro.

Depois, com aos nove anos, minha mãe se casou em segunda núpcias, né? Segundo as núpcias e eu passei a morar com eles novamente, com o meu novo pai e meu pai é o meu pai até hoje. <laughs> O meu segundo pai, que é o meu

Ah, eu tenho algumas recordações, sim, né, dos colegas. Uma recordação muito eh assim, viva ainda, era de um aluno que tinha sido abandonado pelos pais pelo fato dele ter nascido sem os dois bracinhos, uma perna e parte da língua.

Não sei se um dia ele vai ver. É isso.

Eu vivia num clima de internato, porque minha mãe precisava trabalhar, então eu morava lá, estudava, fazia exercícios físicos, não é? praticamente era meu lar. E minha mãe me me visitava nos finais de semana, domingos.
E o que vocês costumavam brincar assim nas horas que não tinha, ah... tudo.
Tudo que um moleque faz. Inclusive futebol, jogar bola, não é? Inclusive o jogo de futebol é uma forma de exercitar também quem tem deficiência de paralisia infantil, não é? Eu ãh sempre <laughs> fugi desse exercício. Eu preferia ser juiz, porque não precisava <laughs> correr tanto. Ficava <laughs> só parado e soprando aquele apito. Mas a gente vê tudo o que uma criança faz, né? Brincava de mocinho e bandido. Tenho uma coisa interessante para contar para vocês, eh... Uma brincadeira dessa de mocinho e bandido. Eu era o xerife e eu prendi um bandido dentro da caixa d'água.

Mas a água eh, sei lá, sorte minha, quando estava com o garoto lá preso, voltou. E o menino começou a gritar, né? E eu falei, você está preso, ele não <laughs> vai sair. Quase que eu mato o garoto, né? Isso me valeu ficar um final de semana de castigo e tal. Sei lá, é dessas coisas. São memórias, assim, né, interessantes.

Sim.
E depois que você saiu de lá?
Então, depois eu saí de lá, eu fiquei lá só seis meses, porque a direção da escola chegou para minha mãe e falou, olha, o seu filho, ele, graças a Deus, ele vai poder sobreviver aí fora, né? E ele está, na realidade, sendo bem sincero, tomando o lugar de alguém aqui. Então, nós não vamos poder ficar com ele mais. E foi o que aconteceu. Saí, passei a frequentar uma escola normal, né, uma escola... normal e passei a estudar, e assim foi. Na escola também nada de diferente, fui bem aceito. Nunca tive esse negócio de preconceito, coisa assim. Não, nunca. Eu sempre me adaptei muito bem com todo mundo.
E você se lembra, assim, de alguma professora em especial que tenha te marcado?
lembro. Principalmente no no antigo primeiro grau, né? Primeiro ano ãh...

só, né? num
E onde ficava essa escola do primeiro

Ah, pouca coisa, né? Pouca coisa porque... eu era pequeno ainda, né? Muito, muito palidamente da casa onde eu morava e, mas
Como que era essa casa?
Era um sobrado, não é? Mas nós morávamos na parte de baixo, o dono do sobrado morava em cima, havia uma escada, né?

E tinha muita criança no bairro? não.
Não, no bairro poderia ter, mas que brincasse comigo ali, não.
E como é que você ia para essa escola? O trajeto de casa para escola? A escola era pertinho de casa.

Eu morava praticamente em frente à escola, não é?

E eu andava. Eu sempre andei. Sempre andei é... com alguma deficiência. Claro, porque a paralisia, ela me atingiu o corpo inteiro, a exceção da cabeça. Mas depois, com tratamento, hospitais das clínicas, aquela coisa toda tal, inclusive tem uma coisa interessante, deixa eu te fazer um parênteses, né? Quando minha mãe me levava para os hospitais das clínicas, a gente ia de bonde naquela época, e minha mãe me contava que eu ia cantando, principalmente Lampião de Gás, da <laughs> Inezita Barroso E que todos os os passageiros ficavam olhando para mim, rindo, maravilhados, sei lá o que, modéstia à parte. Então e, diante do tratamento, eu fui melhorando, melhorando, ficando com um sequela apenas a perna direita e que eu preciso usar um aparelho ortopédico para andar. Mas isso não me impediu a minha vida inteira. Eu sempre andei, eu sempre estudei.

Morei no exterior, agora mais recentemente, na Inglaterra. Sou professor de inglês, lingua e literatura inglesa. Então ela nunca me, sei lá, me barrou nas atividades. É claro que eu nunca vou ser um jogador de futebol, né? Mas eu posso fazer muitas outras coisas.

Você lembra onde é que pegava esse bonde?

motorista, não sei como é que é o nome, ele já me conhecia, então ele já, que música nós vamos cantar <laughs> hoje?

de fisioterapia, coisas assim, né? E para voltar a mesma coisa, o inverso, né? Mas era uma delícia para mim, era uma aventura, né? Aquilo, coisa de andar de bonde.

E minha mãe passou a morar com a Depois, quando eu saí do lar de escola, eu fui morar com essa minha madrinha também. Fiquei algum tempo com meus primos, né. Fiquei com eles lá.

E desse bairro, sim, você pode contar um pouquinho mais, que você já era maiorzinha.
Ah, sim.

Lembro de uma cena muito interessante na chuva, né? Eles foram com o guarda-chuva e daí, quando foram pegar o bonde, o guarda-chuva não <laughs> fechava. Então era uma coisa, assim, hilária, né? Uma coisa muito interessante, é uma das lembranças que eu tenho, né? ãh...

Você lembra do casamento?
Não, o casamento foi um negócio assim, muito simples, né? Eles só foram cartórios, se casaram e tal, e não teve assim, nada de celebração, nem nada.

Daí os estudos continuaram lá, né?

Mas aí eu já me locomovia com uma certa facilidade, eu ia de ônibus, voltava de ônibus e não tinha nenhum problema.
E o que você notou de diferença, assim, para o bairro?

Ah, era... Ele estava começando, né, estava loteando ainda os os terrenos e... Desculpe.

Enquanto meus pais trabalhavam, eu ficava em casa cuidando da casa e ia estudar, né. Tinha escolinha ali perto, escolinha de madeira e tal. Então eles trabalhavam, os dois saíam cedo, porque ela conheceu ele no, na metalúrgica, né, onde eles trabalhavam. Então eles continuaram trabalhando e eu cuidava da casa e estudava... No começo era apenas um quarto-cozinha, depois aos poucos eles foram construir na frente do terreno uma casa bem maior, que é onde meu pai vive hoje. Mas o bairro, antigamente, era muito muito precário, né.

Hoje são duas pistas, uma ilha no meio E eu lembro que quando chovia era uma desgraça, né, porque eu ia pegar o ônibus e as botas todas enlameadas, <laughs> para fazer o quê? E tinha
Comércio assim perto? com é que era?
Não, o comércio era mais nessa avenida, né, que era onde tinha o movimento do bairro.

Mas eu já não moro mais lá.
E nessa época você disse que já começava a pegar ônibus, sair sozinho.
Saí sozinho para escola, para o colégio. Eu nunca nunca fui um garoto de de, na época, baladas e tal, saía e tal. Saía, assim, no final de semana, ia ao cinema e tal, de tarde voltava e tal.
Você lembra onde que era esse cinema?

Para mim era interessante, né?

Ali pertinho, era numa rua de cima. Então, dependendo do do filme... E você ia com quem?
Você tinha
Normalmente sozinho. Normalmente sozinho, ou então marcava um encontro com algum colega da escola lá no cinema, mas normalmente sozinho.

Sempre foi. Sempre gostou de estudar.
Sempre foi. Tendo em mente o que minha mãe dizia desde pequeno. Filho, você tem um problema físico, você não vai poder fazer qualquer tipo de de de serviço, você precisa estudar, porque é o estudo que vai te trazer o tipo de serviço que você vai poder fazer. Então, sempre tive isso desde pequeno na cabeça, né?

Mas no subconsciente, tenho certeza que estava aqui.
E o que você gostava mais de estudar?
Eu sempre gostei de idiomas. Sempre gostei. Matemática era o meu mal. Passava assim, empurrando com a barriga. Mas idiomas. Na época, na minha época, quando eu fiz o o o ginásio, o antigo ginásio, o segundo grau, eh eu fazia francês. Comecei fazendo francês. Depois aqui mudou para o inglês. Mas eu já gostava. Na época, Rita Pavone, uma cantora italiana, fazia muito sucesso. E o pouco que eu sei de italiano é das músicas da Rita Pavone, porque eu unia gostar de música com gostar de falar idiomas. Entendeu? Porque como ela fazia muito sucesso, os cantores brasileiros faziam as versões. E eu ia comparando, né? Bom, se lá é assim, aqui é assado. E fui aprendendo. Alguma coisa de inglês eh, de italiano, que eu sei, é das músicas da Rita Pavone. Agora, o inglês, assim, foi o que mais pegou, por quê? Por causa da escola que eu tinha, né? O curso de inglês. Depois, aos dezenove anos, eu comecei a dar aula de inglês, mesmo sem ser formado, mas eu tinha um bom inglês. Comecei numa rede grande, né, pode falar o nome? Pode.

trabalhei dez, nove anos na rede de física.
Foi o seu primeiro trabalho.
Foi o meu primeiro trabalho, mas eu sempre tive um segundo, que na época eu era o ãh bancário, né?

Então, eu sempre fazia assim, eu comecei a dar aula só os sábados, na física, e depois

Não, não, está ótimo.

E numa dessas mudanças eu fui para cultura inglesa, né? Como eu gostava de cantar, sempre gostei de arte, de de comunicações e tal, eu comecei a participar do grupo de teatro da cultura inglesa que fazia, se montava, musicais em inglês.

para cultura, né? e E eles sabiam que eu cantava tudo, né? Então, um dia ãh, a professora... professora... não vou lembrar o nome dela agora. Não vou.

Mas para quê? Não, ele quer que você faça um papel numa peça. Nossa, né, vou, vou sim, <laughs> eu quero ir, porque eu não achava que eu podia ser um ator de teatro por causa da paralisia infantil. Eu falei, nossa, né, eu um ator, fazer um Hamlet mancando com com um um <laughs> aparelho ortopédico, nunca que vai dar, né, <laughs> Mas daí eu cheguei lá e ele falou, olha,

E o José tinha o dom de decifrar sonhos. E o Faraó naquela época estava sonhando com sete vacas gordas, sete vacas magras, e ele estava apavorado com aquilo lá. E ele soube que lá na cadeia, lá na na na prisão lá do Egito, lá do castelo, tinha um rapaz que decifrava sonhos. Então ele chamou José para decifrar e o José falou não as sete vacas magras. ãh, as sete vacas gordas significam os sete anos de fartura que o Egito vai passar, mas que por má administração depois vai passar por sete anos de pobreza e fome, que são as sete vacas gordas. Então, se o senhor não trabalhar bem a sua administração, vai acontecer isso. O Faraó gostou, ele levou o o rapaz a primeiro ministro e tal. Eu falei, mas eu vou ser o José? Ele falou, não, você não vai ser o José, você vai ser o Faraó, né. E como era musical, eu tinha que cantar. Então eu cantava as minhas músicas do Faraó. Era uma ópera rock, né? Então eu cantava as músicas do faraó. Mas daí, com os ensaios, ele percebeu que o rapaz que era o ator que fazia o José, bonitinho, aquela coisinha, né? de de Ele não cantava, ou então cantava muito mal. E daí ele teve uma ideia. Você vai fazer o Faraó no palco, na cena e tal. E quando for às cenas do José cantando, Você vai backstage e canta, e ele te dubla. Falei, <laughs> nossa, <laughs> que loucura, <laughs> que loucura. Falei, está legal, então na realidade eu vou ter que aprender duas séries de música, né? Tudo bem, eu gosto, vamos lá, tal. Fui, fiz. E... daí, quase na época da estreia, ele falou assim, vamos fazer o seguinte. Essa música aqui, quando o José estiver na cela, ele vai estar na cela, no palco à esquerda, e você entra pela direita, e apenas um foco de luz vai estar em você, e você canta ali para a plateia a música dele. Claro que ãh, como era da cultura inglesa, as peças eram feitas para a comunidade inglesa, então é lógico que eles sabiam inglês e sabiam o que eu estava cantando. Ele falou, é lógico que o pessoal vai saber que aquela música não é do Farol, é tua, é do do do José. Mas tudo bem, vamos ver o que dá.

E foi aí que eu fui para a Inglaterra morar dois anos e meio. Eu morei na Inglaterra e estudei por causa dessa coisa, por causa, vamos dizer assim, da minha arte, do meu talento, sei lá, não sei se tenho, não sei se, não é... Mas que agradou, na época agradou. Só que eu não fui logo para a Inglaterra, eu continuei no Brasil estudando, fazendo meus cursos.

Eu fiz João Batista. Essa foi a minha parte da cultura inglesa.
E aí chegou a hora de ir para a Inglaterra. Aí eu fui para a Inglaterra. Como que foi essa essa viagem? É muito...
Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu sempre fiquei muito ah, né. Eu ia morar numa casa de uma família, né, que ia me acolher, ia ser a minha segunda família. ia estudar e talvez até trabalhar. Não podia trabalhar na Inglaterra, né? Estrangeiros não podem trabalhar na Inglaterra, a não ser em circunstâncias especiais. E eu fui, mas eu sou filho único. Então, aquela coisa da separação com a minha mãe, minha mãe muito chorosa, mas me dando toda a força, sempre me deu muita força. E eu fui, fiquei. Foi muito legal, né? Os primeiros meses, assim, meio complicado, né? Mas depois, tudo bem. Depois, quando eu voltei, eu passei a fazer viagens para Inglaterra, nas férias, levando alunos meus brasileiros para lá. Formava um grupo de alunos, de inglês, aqui de São Paulo, e a gente ia, ficava duas, três semanas na Inglaterra.
Mas a primeira vez que você foi, o que que mais te chamou a a atenção assim?
Tudo, né? Porque para mim era tudo novo. Cultura, língua, embora eu já falasse o inglês bem razoável, né? Um inglês bom, já dava aulas de inglês. Mas uma coisa é você falar o inglês dos livros didáticos e outra coisa é você falar o inglês popular lá na rua, povão. É completamente diferente. É como aqui no Brasil. Você vai para escola e aprende o português erudito, né? tá. Eu a vi ontem, mas você chega no barzinho da esquina, eu vi ela ontem, uhum. Eh, então, tinha isso, acontecia o o inglês, que é o popularzão, e isso me chocava um pouco, porque não era aquele <laughs> inglês que eu tinha aprendido, né? Mas depois, tudo bem, foi.
E você ficou dois anos e meio sem voltar?
Sem voltar.
Na mesma casa de família? não.

Que bairro que era?

E aí, como que era o seu cotidiano?
Eu estudava de manhã e depois ficava na escola à tarde, fazendo atividades extras, dando auxílio. E depois, no finalzinho da minha estadia lá, eu passei a dar aulas para estrangeiros, né. Eu trouxe algumas fotos para vocês com os alunos de lá.

Então tinha lá alemães ãh escoceses, escoceses não, japoneses, italianos, toda sorte de alunos que iam lá para aprender inglês. E eu era um dos professores que dava inglês para estrangeiros.

E aí, como é que foi voltar para o Brasil, a readaptação? ãh...
Muito interessante, principalmente com as roupas, né, principalmente, aliás, com com o modo de falar. Eu Uma coisa que ficou muito grave na minha cabeça, um dia eu cheguei para minha mãe e falei para ela, mãe, eu preciso dessa camisa lavada. Ela: preciso dessa camisa lavada.

Porque em inglês existe uma estrutura da língua inglesa, né, não vem ao caso nome nem nada, <laughs> não vou ensinar inglês, mas que, bom... se chama, quer dizer, é uma coisa que você em português fala, eu faço determinado, eu corto o cabelo, vou cortar o cabelo amanhã. Mas na realidade não é você quem corta o cabelo, é alguém que corta o cabelo para você. Isso se chama causative form. E essa é a estrutura de eu lavar a camisa. Então eu falava assim ah, eu eu em português eu diria, preciso lavar essa camisa. Mas na realidade era minha mãe que lavava. E eu falei, exatamente na estrutura eu fiz uma transferência do inglês para o português. E isso fez com que ela estreasse e tal, né. Aí você é fresco, você nem sabe falar mais português. É uma coisa que ficou na minha cabeça, né?
Ãh... E aí você foi morar na casa da sua mãe outra vez?
Ah, sim, porque eu era solteiro, né? Continuei morando, me casei com trinta e.., então eu morava com ela, né? Morava com eles, né? Meu pai e minha mãe.

Meu pai ainda mora lá. Depois me casei com uma aluna minha <gasps>
<laughs> Conta essa história com mais calma. <laughs> Como assim? ah

Ãh... ah, eu era professor da aula, não é? Temos uma diferença de idade de onze anos e a gente começou a namorar, começou a sair juntos e noivovamos e nos casamos. Infelizmente, ou felizmente, a gente nunca sabe, hoje nós estamos divorciados e tal, né?

Eu vou pedir para você voltar um pouquinho, vamos voltar, você está resumindo muito.

Me conta um pouquinho assim desse comecinho de de namoro com aluna. Preciso? Se não quiser, não precisa.
Não, do comecinho do namoro até posso. Ah, eu não sei te dizer. Foi uma coisa que foi surgindo, né? ãh ãh Uma aluna bonita, que me chamava a atenção. A gente conversava muito, né? Ela sempre reclamava que eu nunca dei um dez para ela <laughs> na prova de inglês <laughs> daí... Foi um namoro, eu acho, eu diria normal. Nunca houve nada de de muito interessante, não. E
E essa época você dava aula aonde?

E, à noite, eu dava faculdade, letras. Hoje, não existe mais.

que eu também cheguei a ir para lá, né, quando eles se mudaram

Essa época de chuva, assim, de janeiro, fevereiro, era horrível, porque ãh... as marginais enchiam, não chegava atrasado, nem ia ou quando ia não conseguia voltar, então eu pedi para que eles me dispensassem.

Foi, então, aí a gente pulou uma parte muito interessante. Embora eu falasse inglês, agora muito melhor do que antes, por causa da prática que eu tive, eu vim com tudo, né? Falei, ótimo, vou poder dar aula em faculdade, em colégio e tal, ledo engano, né? Porque eu não tinha o curso de letras. Embora eu falasse muito bem o inglês, eu só poderia dar aula em institutos de idiomas ou na própria cultura inglesa. Mas eu queria mais, eu sempre quis mais. Daí caiu a ficha que eu precisaria fazer o curso de letras, eu precisaria me formar professor.

Aproveitei e fiz mais um ano de pedagogia. E a partir daí, como prata da casa, eu comecei a dar aula. lá na faculdade mesmo. No curso de letras, sempre. Embora tivesse pedagogia, mas sempre no curso de letras, dando inglês.
E aí você depois foi fazer o mestrado?
Então, daí eu eu engatei, né? Daí eu achei interessante e tal.

Muito grande, coreanos. Então eu tinha muito aluno coreano. Inclusive, coreanos que vinham, lógico, da Coreia, sem falar português. E já eram jogados na escola para aprender. Eu achei isso um absurdo. Falei, como é que pode, né? Não tem nada a ver as línguas. Mas eles aprendiam. Então eu queria saber... Eu comecei a despertar a ideia assim... Como é que eles aprendem? O que que passa na cabeça deles? Cognitivamente? Como que eles podem aprender uma língua completamente diferente do coreano? As culturas completamente diferentes, as comidas, as músicas. E de repente, eles são jogados numa sala com quarenta alunos brasileiros falando português, só ele ali, não falando, só ouvindo. Não, é? Falei, não, eu tenho que pesquisar isso, vou fazer um mestrado. Daí eu fiz, comecei a fazer um mestrado nesta área, que era aquisição de português como segunda língua.

E... a minha, o meu foco de pesquisa, de estudo, era ele... Né, eu queria saber como é que ele aprendia. Como é que como é que ele, E a gente descobriu várias coisas na minha tese. E a gente fala que ele, essa turma aprende muito mais com o português falado pelos coleguinhas na rua, no joguinho de futebol, no, ou mesmo nas brigas, os palavrões e Eles sabiam todos, né. Até eu nem sabia o que que eles estavam falando. E... Do que o o o ensino formal. Então, informalmente, eles aprendiam mais. Aprendiam de uma forma informal, né. Do que... O formal para eles era difícil. E fui fui fazendo, fui gravando, fui escrevendo o que eles falavam, fui fazendo as dissertações e, no final, a dissertação final foi aprendizado de português como segunda língua por um sujeito coreano.

Bom, eu fiquei dez anos lá.

Não tem casas residenciais, a não ser fora ali, né? E... eu era conhecido por quase todo mundo, né?

tomando um cafezinho da manhã no na padaria da esquina, no barzinho da esquina, todo mundo me conhecia, né? E como eu cantava, isso incrementava muito mais o conhecimento, né?

Nossa, daí que foi, né? O professor televisivo!

Isso era mais ou menos que época? ah...
Eu me casei em oitenta, então, na década de A década de setenta, setenta e dois. foi quando eu entrei para o liceu, eu acho. Não lembro datas, mas deve ser década de setenta, porque eu fiquei nove anos, dez anos incluindo com a. Então, é isso.

Mudou.

Mas u foi o que eu disse, o prédio onde funcionava a escola hoje é um shopping. de armarinhos, né? ah A minha sala de quinta

Então não tive dúvida, mandei uma

Com elo, aliás. Ela passou a me orientar, uma professora americana, que ela mesma se dizia uma americana perdida em São Paulo.

Ela era um rolo também. Era americana, casada com egípcio e filha brasileira. <laughs>
Vai trocar?

É interessante, né? Eu sou espírita, então eu acredito em vidas passadas. Eu acho que numa das minhas vidas passadas eu devo ter sido um músico, um... qualquer coisa assim, porque tudo que eu faço eu coloco música. Profissionalmente, eu sou um professor de linguística, né, sou professor de inglês, mas pergunta para mim se eu não uso <laughs> música nas minhas aulas de inglês, tranquilamente. E principalmente músicas do Queen, né? Gosto muito do grupo Queen, me identifico muito. Tive uma banda, né, várias bandas inclusive, e no começo eu cantava músicas em espanhol,

Montamos, inclusive, um espetáculo musical assim... em cima da cultura inglesa, mas não na cultura inglesa, onde a gente declamava poesias em castelhano, em espanhol. cantava seu

Ninguém era parecido com ninguém, ninguém se vestia como ninguém, né, essas coisas. Era só as músicas.

que eram amigos mesmo, porque a banda era nada mais que isso. Eu ligava para o cara e falava, ô, escuta, você está tocando ainda? estou. Eu estou pensando em fazer isso, isso e aquilo, você não quer vir tocar? Ah, eu quero. Então, com uma ajuda dos amigos, a gente montou a banda e fez um espetáculo de mais ou menos uma hora e meia, só com música dos Beatles.

E eles compraram. Então, o que que era o programa?

Não sei se ainda faz.

Eu fazia as letras das músicas, não todas as músicas, né, porque eram vinte e cinco músicas que a gente cantava. A gente entregava algumas músicas para a plateia e interagia com a plateia. Eles repetiam. Come on, repeat. Eles repetiam. Depois a gente via vocabulário tal. Depois eles cantavam todo mundo junto, aquela coisa toda. E era muito gostoso, né. A gente fez isso.

Então a música sempre esteve na minha vida, né?

Eu ganhei... os cinco programas eu ganhei em primeiro lugar, modéstia parti No primeiro programa, eu entrei com a música trilha sonora do filme Ghost, do outro lado da vida. Ganhei o primeiro lugar. Daí fui chamado para fazer o segundo segundo programa.

Ganhei o primeiro lugar <laughs> modéstia parte. Daí, no terceiro programa, eu cantei uma música de... Daí eu queria cantar em português. Cheguei lá e falei, não, eu queria cantar uma música Milton Nascimento., tal, né? Não, pelo amor de Deus, não seja louco.

Ah, não, eu não quero ser um calouro rotulado, né, o calouro que só canta em inglês, né. Não, mas televisão é assim, é a imagem que prepondera... Eu queria uma música de uma cantora que não é conhecida no Brasil, ou então ela é muito pouco conhecida, chamada Anne Murray.

Ganhei o primeiro lugar de <laughs> novo. Daí, na quarta vez, houve um probleminha, né. O ar-condicionado estava muito forte e mexeu com as minhas cordas vocais e E eu não percebi. Eu fui e já tinha ensaiado com a banda do Bolinha para cantar da trilha sonora da peça Cats, que na época estava em sucesso na na Inglaterra. Eu queria cantar a música Memory, que foi uma gravação da Barbra Streisand e depois do Barry Manilow.

E conseguia os trancos e barranco, com a garganta ruim, aquela coisa tal, né. Mas eu tinha que <laughs> manter a imagem e tal. Só que no finalzinho eu fui dar um agudo. Cadê a voz? nossa... né? Nessa, os jurados me deram o segundo lugar. Tudo bem, maravilhoso, né? Eu fiquei contente, mas fiquei muito traumatizado com aquela coisa diante das câmeras, o Brasil inteiro vendo, né? Até pensei em pedir para eles, não, corta, faz conta que eu não participei do programa, né? Falei, não, faz parte, sei lá. Foi e passou na televisão aquela... Aquele papel horrível que eu fiz, tal <laughs> mas acho que muita gente entendeu.

Eu fui e preparei Hey Dude, dos The Beatles, e modéstia parte arrasou. E foi assim Cantando, cantando e tal.

Ficava onde?

Então eu lembro que eu ia para lá para fazer os ensaios, o programa, e eu achava assim, desculpe, mas um saco, né, <laughs> porque eles mandavam a gente estar lá às duas horas da tarde para ensaiar. E daí todo mundo ia chegando três, três e meia, todo mundo eu digo da técnica, três e meia, quatro horas e tal, e nós lá <laughs> esperando.

Mas era uma aventura, eu gostava, eu queria ficar lá. Conheci a Gretchen, conheci vários cantores, eu conhecia, a gente conversava.

Então eu me sentia muito bem, né, me sentia um artista, tal. Embora novamente eu afirme, eu nunca pretendi ser profissional. Porque eu sei que arte no Brasil é uma coisa complicada, né, é uma coisa muito complicada tal, era mais um hobby. E
E o que você sentia quando você se via na tê vê?
A primeira visão foi horrível, né? <laughs> A primeira visão foi horrível, porque eu fui bem mais fortinho, bem mais gordinho, né? Rosto bem mais cheio e tal. Eu achei estranhíssimo. Falei, tira essa coisa daí. E quanto à voz também, uma coisa que eu pulei, que depois, se vocês quiserem saber alguma coisa, é a parte da dublagem. Eu trabalhei com voz em estúdios de dublagem e tal não é. Aliás, foi isso que me chamou a atenção para participar desse projeto de vocês. Bom, então, na música ãh... A gente... Um dia, eu estava em casa, fazendo showzinhos com a banda, barzinhos, aquela coisa toda. Alguém me ligou.

Oh, Valdir! Aquela jogação de confetes na.

E a gente está ligando para os calouros que cantavam bem ãh, querendo que vocês cantem aqui, porque a gente está selecionando.

E a gente queria que você participasse e tal. Vou mesmo. Só que tem uma coisa, nós não temos a banda. A orquestra que eu dirigia, ele, né?

Eu preciso que você grave um cê dê com quatro ou cinco músicas que você gostaria de participar aqui e porque você vai cantar com No cê dê, você põe o cê dê, nós vamos pôr o cê dê e você vai cantar em cima. Para o público, não tem nada a ver. Só que para você, você precisa ter esse cê dê.

Eu falei, não, nunca gravei nada. Ah, legal, uma experiência nova. Fui num cê dê, paguei, gravei, porque o o baixista da banda conhecia um garoto que trabalhava com com gravações, né, de música, assim, de som. E eu fui, fiz um cê dê e o cêdêzinho está comigo lá em casa. que é para gente, de vez em quando, ouvir ou então fazer um showzinho aí de três, quatro músicas. Eu fazia muito no colégio, né?

Então, tacava lá o cê dê na aparelhagem lá e pegava o microfone e cantava. Ai <laughs> meu Deus!

Das peças? Das músicas para você cantar. Mas das das das músicas, das peças ou da parte que eu cantava com a banda? a que você A que você preferir. É?

Eu fazia, então, o Faraó, como eu disse, mas essa música pertencia ao Joseph na peça. Tá. Eu não vou cantar ela inteira, não, tá, mas era assim. <coughs> Bom, então, a história é que ele está na prisão, porque os irmãos o venderam para o Egito, e ele estava lá ainda, na masmorra, aquela coisa toda. Então ele cantava uma música que era assim... <coughs> Close every door to me Hide all the world from me Bar all my windows And shut out the light

Nunca fez aula de canto? Não! Aprendeu sozinho? Não,
Minto. Eu fiz seis meses de teoria musical em postação de voz, não para cantar, mas para dublar, que é uma outra fase da minha vida.
Fala um pouquinho da dublagem, então
há muito tempo atrás, né?
Mais ou menos quando?
Ah, deveria ter uns vinte anos, ãh, mil novecentos e... Acho que era da época de setenta, finalzinho de sessenta. Eu comecei... Não sei, pus na cabeça, quero dublar.

Lembra?

Nem sei se... Deve ter ainda, né?

Ah, eu cheguei lá e falei o seguinte, eu... gostaria de... fazer dublagem, o que precisa fazer? Ela falou, mas você nunca fez, nunca trabalhou? Eu falei, não, não sei, eu gostaria de saber como é que é tal. Ah, tudo bem, você entra no estúdio, eu vou pedir para quem estiver dirigindo lá as dublagens, que você entre, você vai ter que assistir pelo menos um mês, mais ou menos, de dublagem, para ver como é que faz, fazer um laboratório e tal. E depois a gente faz um teste ah, tudo bem, eu topo, eu quero fazer. Enfim, foi o que eu fiz.

Lembram de uma se de um seriado chamado Canon, Vocês são muito novinhos <laughs> O Canon é... era um seriado de detetive, tipo Agatha Christie, e o Canon era o anti-herói. Ele era um detetive gordão, careca, uma uma voz muito forte, sabe, e ele era o detetive que sempre que descobria os crimes tal, as coisas que aconteciam lá dentro E o meu teste era o seguinte ah, eu faria o mordomo de uma grande personalidade que estava tendo um problema, um problema criminal, e que ela contatou esse Canon detetive para ir ãh desvendar. Então, o meu teste foi o seguinte, A câmera pegava assim, né, num plano grande, num castelo muito bonito, aquela estradinha, e vinha um carro, que era o carro do Canon. O carro vinha, descia, enquanto isso ia passando toda a legenda, né, ele descia do carro tal, tocava a campainha, e a dona da casa chamava-se Kane, Senhora Kane, Mrs. Kane. E... a minha fala era uma linha só, era uma fala só. Eu tinha que falar o seguinte, abrir a porta, né? Ô, senhor Cannon, a senhora Kane o espera. Já sacaram, né? <laughs> <laughs> Já perceberam. Cannon, Kane. Na primeira não saiu. Na segunda saiu o Cannon, mas não saiu o Kane. Daí <laughs> no Kane, <laughs> comecei a ficar nervoso, né? Eu lembro que eu fiz dez tomadas para fazer essa fala. E o diretor aqui do meu lado, não, calma, não sei o que mais <laughs> Boa noite, Sr. Cannon. Não, tinha que ser mais sério, né?

Cannon. A senhora Kane o espera. Hoje sai <laughs> na maior, né? E não sei <laughs> porque eles me contrataram.

Nem sei se é viva ainda, né?

um monstro da dublagem de filmes em português.

Na Vila Madalena, acho que era Flórida. Tem rua Flórida aqui? Não, acho que Fidalga. Na rua Fidalga. Não sei se ainda é o estúdio. Trabalhei. Trabalhei, não. Fiz alguma coisinha assim, muito pouco. Muito, como que eu vou dizer? Pontas mesmo, né? Nunca fiz papel grande. Nunca. Mas sempre gostei muito, adorei fazer. Essa experiência, para mim, foi muito gratificante de dublagem, tá. Bom, voltando à música. Você me pediu uma música popular da época em que eu fazia músicas em espanhol. Pode ser? Uhum. Ah

Né, e a gente cantava... Sei lá. Deixa eu ver uma música assim.

Desculpa, <laughs> esqueci a letra <laughs> Depois eu passei a cantar em inglês com a banda mesmo, cantava músicas em inglês. Vai um pedacinho?
Vai!
Em inglês?

Talvez eu precise estar em pé, mas vai em, sentado mal, mesmo.

Eu sempre gostei muito de música, de cantar... Preciso aprender, deixe isso bem claro. Não sou cantor profissional.
E hoje você canta ainda em alguma dessas atividades?
Com a banda, com a banda. Às vezes eles me ligam. Olha Esses dias eles ligaram para mim. Falaram, a gente vai fazer uma noitada, um show, uma party numa noite, num barzinho aqui no Tatuapé e tal. Você não quer ir lá dar uma palhinha, tal? Mas agora uma coisa que me deixa meio chateado, mas eu preciso dizer para justificar até a minha negativa em ir fazer esse show. De maio para cá eu comecei a ter um problema sério na perna esquerda, quer dizer, a polio, se vocês lembram, me deu sequela na perna direita. E a perna esquerda sempre foi o que me ajudou a viver a minha vida inteira até agora, em maio. Quando eu comecei a sentir uma fraqueza muito forte na perna esquerda, Fui ver e tinha uma desconfiança de hérnias de disco. Então o neurologista pediu para que eu fizesse tomografias e realmente confirmou. Estou com três hérnias de disco. Mas elas não são a causa dessa fraqueza da perna. Tanto é que o neurologista falou que não é necessário cirurgia, não. Só fisioterapia. Mas eu não estou andando como eu sempre andei. Com dificuldades, mas sempre andei. Sempre, né? Estudei, dei aula, viajei para o exterior, me casei, divorciei e tal. E sempre andei, nunca houve nenhum problema. Mas agora eu não estou podendo andar como eu andava. Eu estou com... preciso de muletas, né? Em maio, junho deste ano, agora de dois mil e nove, eu ãh precisei de cadeiras de rodas, inclusive. Agora que eu estou melhorando, estou reavendo a força na perna esquerda e estou só com muletas. Eu não achei legal ir cantar com muletas. Em, ele falou, não, mas a gente põe um banquinho desses banquinhos altos de de cantor de boate mesmo, você senta e canta e tal, né? Mas eu não me senti legal mesmo.

Mas boa sorte lá, tenha sucesso, aquela coisa toda. Então, a pessoa pergunta se eu ainda estou cantando. Estaria, né? Mas não, agora eu não estou cantando mais, nem dublando mais. A dublagem também foi outra frustração, embora me deu muita satisfação na época, porque a dublagem, vocês devem saber muito melhor que eu, é uma atividade agora com dê erre tê, né. Você não pode trabalhar usando sua voz se não tiver o dê erre tê, né. E eu não tinha, eu era metido a dublador. Como na época a maioria era. Nenhum ator tinha dê erre tê, mas depois eles tiveram que submeter a teste, fazer cursos, tal. Mas eu não me interessei em, sei lá, em assumir um curso de de dublagem para para trabalhar com dublagem e tal. Falei, não, deixo para lá e desisti da dublagem. Mas agora que eu estou mais para dublador do que <laughs> para cantor, Eu estou pesquisando aí na internet algum curso de dublagem, alguma coisa relativa a isso, para a gente até fazer o curso de dublagem e depois começar a fazer alguma coisa de novo, uma vez que eu gostaria de voltar a usar a minha voz, né. Sei lá, nem sei se tenho condições, né, mas é uma tentativa.

Realmente, foi.

Foi porque impediu <cries> de eu fazer uma coisa que eu gosto.

Como eu disse, foi uma coisa que me impediu de fazer uma coisa que eu gosto. Mas vai voltar. Eu vou voltar.

Sempre consegui. Não é agora. É uma fase.

Foi muito bom, né? Foi logo após o casamento, ela já engravidou. Ele nasceu bonito, famoso, olhinhos verdes, loirinho. Agora não está tão loiro, não. E... Mas logo após a gente se separou, embora eu sempre tive contato com ele, até os dez, treze anos viajava comigo, passava a final de semana comigo, visitava os avós, a avó, né, que hoje faleceu. E... só hoje ele estuda, trabalha, meu contato não é muito grande com ele, talvez exatamente pela vidinha dele, está seguindo a vidinha dele.
E... o que você acha que é mais importante na sua vida hoje, das coisas que você aprendeu nessa trajetória de fazer tantas coisas diferentes? e e
A minha força de vontade, eu acho. Minha mãe, eu disse no começo, minha mãe dizia quando pequeno e ficou no meu subconsciente, você estude porque você vai ter você vai ter limitações. Ela nunca falou você não pode, tanto é que eu lembro dessa fase na época com muita raiva, mas depois eu entendi o porquê. Mãe, me dá um copo d'água. Levanta e vai pegar. Você pode. A experiência de vida dela, só segundo ano primário, era uma coisa que ela me ensinava muito grande, que marcou a minha vida. Então, hoje, ãh eu sei, tenho alguma alguma dificuldade para fazer alguma coisa? Tenho. Mas eu posso fazer muita coisa, não é? E até hoje, tudo o que eu quis fazer, Graças a Deus eu fiz. Posso não ter tido sucesso para ganhar dinheiro, aquela coisa toda, mas eu fiz. Até <laughs> ator de teatro eu fui. Quando, na época, eu pensava, eu nunca vou poder ser, né. Imagina, como eu vou aparecer na, né?

Nossa, também tive essa parte do teatro também. porque era uma coisa paralela à cultura inglesa, porque eu fazia os musicais da cultura inglesa, e aí foi. Então, o que eu posso tirar da minha vida, você disse, foi exatamente isso, a minha força de vontade, aquela coisa de você pode, você consegue, não é? nunca uma coisa que te barrasse, uma atividade qual, em uma atividade que e eu quisesse fazer. É claro que eu não sou nenhum imbecil de querer fazer alguma coisa que eu sei que eu não posso fazer. E
E hoje quais são os seus sonhos ainda?

Eu disse que eu quero fazer um curso agora, né, <laughs> de dublagem, porque eu acho que vai ser a única maneira de eu entrar num estúdio de dublagem, porque exatamente por causa do dê erre tê, hoje, segundo um amigo meu me falou, ele falou, hoje você não pode nem vender batata no caminhão de batata na rua. Alô, dona Maria, batata! Você não pode nem fazer isso, porque você está trabalhando usando sua voz. <laughs> Você tem que ter o dê erre. Mas nem aqueles que caem de paraquedas no estúdio, que fazem um papelzinho, sabe? Não, não pode, não pode, é uma coisa... E daí eu pensei bem e falei, é a mesma coisa, eu sou professor de inglês. Sou habilitado a dar aulas de inglês Mesma coisa, alguém falar inglês, falar eu quero ser professor de inglês. Foi o que aconteceu mais ou menos na época da faculdade, né? Eu falava inglês, muito melhor que português até, mas não podia dar aula para ginásio, colégio e tal, porque eu não era, não tinha formal. Então, os meus planos são esses. Em primeiro lugar, eu vou continuar fazendo a minha fisioterapia para recuperar essa perna esquerda, para eu voltar a andar com dificuldade, sim, como eu sempre tive a minha vida inteira, mas com uma facilidade maior para me locomover. Não é nem sonho, é uma coisa que eu estou fazendo, tenho feito e vou continuar fazendo. Se por acaso a minha fisioterapeuta assistir esse trabalho que, quero mandar um beijo para ela, porque é ela quem está me ajudando com com o seu conhecimento, né, os exercícios que tenho que fazer, isso, aquilo, tal. Eu tenho feito sim. Então, a partir do momento que eu recuperar o meu caminhar e fazer esse curso de dublagem, Ou fazer um curso de línguas apenas para enriquecer o conhecimento. Talvez até voltar a dar aulas, embora esse seria um terceiro tópico já, né, não pretendo muito dar aulas de inglês. Mas talvez, para não ficar só em casa, né, então pegar um instituto de idiomas, fazer um teste, eu tenho certeza que eu conseguiria alguns grupos para dar algumas aulas ou mesmo aulas particulares. Tem muitos planos. Eu sou uma pessoa que sonha muito, mas eu não sonho no vazio, não.

Muito bom. Foi quase que uma <laughs> terapia. <laughs> Me emocionei. Muito legal, eu acho bacana, eu acho que de qualquer modo, de uma maneira ou de outra, eu tive as minhas experiências, não é? Experiências com os meus alunos ãh, que foi a maior parte da minha vida, meus alunos, meus filhos. indo para a Inglaterra com eles. Eu não ia para a Inglaterra apenas por ir, eu ia porque eu queria mostrar a eles, eu queria que eles tivessem um pouquinho da experiência que eu tive na Inglaterra ãh

digamos, classe A, não é? mas eles conseguiram, nós conseguimos montar um grupo de nove alunos. Fomos para lá e eles passaram quinze dias estudando, visitando algumas cidades da Inglaterra. E isso me traz muita... muito orgulho.